Nós vamos começar com você nos falando seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

E o nome dos seus pais, qual é?

E o nome dos avós?
Meu avô, da parte de mãe, pai. Todos que você lembrar.

E qual é ou era a atividade profissional dos seus pais e dos seus avós?
Papai avós?

Acredito que o meu falecido avô, pai do meu pai, também era pedreiro, porque ele veio de Portugal, né? Então, menino. E os meus cinco tios, todos de construção civil. Eram em dez, né? Cinco e cinco. Alguns já morreram e outros não. E vovó, no caso, eu não a conheci, né? Ela faleceu em quarenta e cinco, infelizmente. Nasceu em mil e novecentos e faleceu em quarenta e cinco, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Ela era do lar.

Na verdade, ele era entre entregador de pão. tem aquelas carroças antigas, eu tenho até foto para poder estimular esse tipo de coisa.

E os seus pais?
Os meus pais, como eu vou repetir novamente, é de construção civil. É falecido, né? Vinte

E a minha mãe é do lar.
Certo. E a origem do nome da sua família? Da onde veio? Você sabe?
Na verdade, não.

Da parte do do meu pai.

De Portugal. Mas a raiz mesmo, pelo que eu tentei atrás, na minha árvore genealógica, me falaram que é russo esse nome. Nicolau, né? Traduzido para o português, né? Deve ser Nicolai, Nicolaus, enfim. Mas me parece que é russo.
E você tem irmãos?
Tenho um irmão casado.

Um irmão casado.
Agora vamos um pouquinho para a sua infância.

Vamos lembrar a rua, o bairro que você morava na sua infância. Como era?
Olha, a minha memória, eu vou puxar, digamos que até meus cinco anos de idade. Se eu te falar que eu vou falar três, quatro, eu vou estar mentindo. Eu vou ser hipócrita na tua presença.

Até meus cinco anos de idade, digamos que dos cinco aos sete, que é o que eu lembro, né? Eu nasci aqui perto, nas mediações de Vila Madalena.

Tinha o riozinho. Eu tenho até foto para poder testemunhar esse tipo de coisa, se bem que não é necessário. A minha infância foi dos cinco aos sete dos cinco aos sete Aí, eu beirando aos sete anos de idade, para ser bem exato, puxando na minha memória, foi no dia dois de fevereiro de sessenta e seis, que eu fui para essa casa que estou até hoje, há quarenta e um anos. Papai estava em vida, mamãe em vida, mas a minha infância, até meus sete anos, foi em Pinheiros.
Você lembra dessa casa de Pinheiros?

Como ela era?
Eu lembro Conta para nós. É um sobradinho.

Ele é pequeno, né? É coisa de cinco cinco, seis metros de frente, mas deve ter quase cinquenta de fundo. Lá da frente, com uma uma rua e fundo para a outra.
Tinha bastante Papai Quintal.
Isso, ba bastante. Tinha uma garagem lá no fundo. In inclusive, de lado, se me permite, do lado, fazia... Digamos digamos que elas são gêmeas, né? Elas são germinadas as duas. foram feitas pelo meu tio e pelo meu pai. Por isso que eu falei, voltando a cinco minutos, voltando o filme, que ele trabalhava sempre com construção civil. A casa foi ele que fez. Ele e meu tio, que ainda vive, com
Com noventa e um anos Foi su sua família que fez também?

Foi meu tio que vive ainda né, com noventa e um anos, com a minha tia que também ainda vive, que é a irmã mais velha da parte do meu pai. Porque eles eram em dez irmãos, né? Alguns já morreram e ela vive ainda. Eh Irmã mais velha.

E essa outra casa que vocês
Ela já é um lote Está lá até hoje Na verdade, agora ela se tornou uma casa grande, porque até então minha mãe era solteira, né? Ele casou, que é uma coisa natural, né? Tem filhos, enfim. E E agora ela se tornou grande, porque é uma casa relativamente grande. Não é um palacete, uma mansão, nada. Mas fisicamente falando, né? Para mim, para minha mãe agora, ela se tornou uma casa grande. Entrada lateral, tudo, né? Um lote inteiro. Tem bastante espaço.
E as suas brincadeiras de criança? Quais eram as preferidas?
Olha, por incrível que pareça, vocês não vão dar risada. Eu tive, felizmente, uma infância, digamos que privilegiada, porque eu daqueles am embora aqui na cidade, né? Não é coisa do interior. Mas eu fui daquele que brincava de pés a chumbo, pião, bola, estrear cela nova. Todo esse tipo de brincadeira que quase hoje em dia acho que nem se fala mais, né? Eu fazia meus próprios brinquedos de, sabe? Pegava touca, de viga, cortava, pegava latinha e cortava no meio, fazia, brincava de areia. Eu sempre fui daqueles traquina, dificilmente pegava alguma coisa pronta. Sempre trabalhava com os meus brinquedos, fazendo mesmo, né? E sempre com o pé no chão, literalmente com o pé no chão. Terra, sujo, tive uma infância bem boa, digamos assim, né?
E o cotidiano da sua casa nessa época da sua infância?

Cotidiano... Assim, co como aconteciam as coisas? O pai saia para trabalhar, a mãe
Assim, mamãe sempre ficava, né? A mamãe sempre ficava em casa. Mesmo na minha idade, quando eu mudei para essa casa, digamos que eu deveria ter beirando uns sete para oito anos, né? Eu sempre acompanhava o papai quando podia. Eu ia na escola e quando, em vez, eu acompanhava ele nas nas construções. Por isso que eu devo tudo a ele, digamos que noventa e nove por cento da minha vida. Porque eu aprendi muito a a ver noções de geometria, de... de desenho, de forma, de estilo, de não cortar Meu pai era muito exigente nesse particular né. Queria que a gente aprendesse alguma coisa. E eu fui vivenciando esse tipo de coisa com o meu pai. Trabalhava, estudava de manhã e, à tarde, quando dava, estudava um pouco em casa e, quando podia, levava minha marmitinha e tal e ia para as para as construções ajudar ele a fazer. Mas eu era pequeno até então né. Isso eu fiquei até meus, não digo dezoito, até meus
E a escola, qual foi a primeira escola que você começou a estudar?

E como era essa tua escola, você lembra?

Era, digamos que cinquenta por cento dela, ela estava sendo construída ainda. Ela foi finalis finalizada em sessenta e oito, e eu fui para lá em ela estava ainda, digamos que só só só no reboco. E parte dela, onde agora é uma escola de educação infantil, parque né infantil da prefeitura, o terreno é extremamente grande, grande mesmo, deve ter acho que uns dois quarteirões juntos. Era feira, ainda eu peguei feira ali né. Então eu fiquei dos, digamos, sessenta e seis para sessenta e sete né, até setenta mais ou menos, que eu fiz o meu primário, os quatro anos ali. Como não tinha ginásio, aí o segundo grau, que agora é segundo grau, antigamente era ginásio. Aí já fiz num outro colégio, uns quinhentos metros para frente. Não fiz o ginásio ali, só fiz o primário.
E assim, do teu período escolar, quais as lembranças que você tem naquela época?
Olha, a saudade que sempre fica é uma coisa até estranha, eu falo nesse tipo de de coisa. O que mais a gente sente falta... É a saudade que a gente tem dos amigos que a gente faz, né? Ah, mas por que perdeu o contato? Por êne problemas, né? Um de morte, outro de viagem, outros de... São poucos que ainda tenho contato.

Então a gente conhece desde o passarinho, conhece muita, muita gente.

Papai tinha holaria, só que eu não cheguei, evidentemente, a trabalhar. Papai era solteiro ainda, nem casado era. Isso em mil Mas a minha infância sempre foi assim.
E sua família deve ter construído, talvez, uma parte do bairro, então?
Bastante. Bastante. Bastante.
E, assim, como como que é para você ver o bairro se transformando, assim, até hoje em dia? É interessante um um
Eu lhe falei, eu hum tive essa felicidade de poder acompanhar meus pais na construção, assim como meu irmão, que ele pegou a profissão do pai, né? E felizmente, é um excelente pedreiro. Não por ser meu irmão, mas eu indico, o trabalho onde ele vai fazer, né? Pegou a profissão do pai. Bom professor ele teve. E trabalha muito bem. Então, esporadicamente, a gente sai para lá, sai para cá, vai na rua, né? E ele me conta, né? Às vezes eu lembro, às vezes não lembro. Que entre uma determinada... Porque ele teve bem mais contato com o meu pai de construção do que eu. Ele tinha seis anos a mais, então ele está, digamos que, em três degraus a mais, né? Ele é seis anos mais velho. Então ele acompanhou bem mais o meu pai. Pegou bastante bastante... Embora ele já tenha trabalhado o outros tipos de coisa, né? De despachante, de afinação de motores, enfim. Mas ele se aprofundou como mestre de obra também. Ele faz reforma, esse tipo de coisa. Para responder a tua pergunta, né? O mais gostoso do futuro é quando você entra numa determinada rua, ele fala assim... Peguei para ele o carro e falei, o que é que foi? Né até

Foi foi o papai que fez. Nossa, eu não choro ali para não ficar chato, né? Te dá uma coisa que é é só você sentindo mesmo na pele o que é. Poque palavra, não dá para sentir o que é. É muito interessante, extremamente prazeroso você entrar, ver que aquela casa tal foi seu pai que fez. É uma coisa que é inenarrável. É bonito isso. É gostoso de sentir. Não é vendo dinheiro, vendo... E bastante casa, mas bastante Você está falando de trinta, quarenta anos de de de obra dele, né? Opa, caiu alguma coisa tua aí.
Acontece. E Os estudos, você continua estudando? Os estudos influenciaram na tua vida profissional? Bastante. Como foi isso?

Principalmente quando entrei na faculdade, né? Quando entrei na faculdade, eu entendo, para a minha alegria. Eu estudei o <coughs> o primário normal, o segundo grau agora, fiz cursinho. Só que antes, isso mais ou menos em setenta e nove, por aí. Quando eu fui fazer o cursinho para poder entrar na faculdade, o exército me me pegou. Não vou falar infelizmente, né porque ah perdeu um ano da minha vida. Não, na verdade eu até ganhei um ano da minha vida. Foi uma experiência extremamente válida. Saí até querer sem querer me vangloriar, sem nada, né? Saí com honra ao mérito, como soldado exemplar, né? E é só uma um parênteses que eu vou fazer, papai serviu a a pátria de quarenta a quarenta e de quarenta a quarenta e cinco, ele pegou a época da Guerra né então ele ficou extremamente contente por eu ter pegado. Então ele ia sa iria saber o que eu iria passar, né? Aí você via direitinho tal como deveria ser Aí, na hora de fazer a... jurar a bandeira, né? Eu não jurei no Ibirapuera, eu jurei lá dentro do quartel mesmo. Aí o papai foi lá na no quartel para me ver, né?

Isso há quarenta e cinco anos atrás. E para mim foi uma experiência extremamente válida. Choramos os dois. Para ele foi... Quer dizer, ele se retratou, né? Talvez na minha pessoa, né? Como ele estava na época, né? Mas foi extremamente válido, extremamente válido. Aí que eu peguei a faculdade. Não sei se eu estou falando demais, se eu estiver você se se estiver você me <laughs> Então, aí eu peguei, terminei o segundo grau, né? Quando eu fui fazer o cursinho, isso em oitenta, em setenta e nove, foi que eu peguei o exército. Servi dez meses e meio, aproximadamente, não cheguei a ficar onze meses, Saí na primeira baixa, soldado exemplar. Aí eu saí do cursinho, saí da faculdade, da do quartel, aliás, né? Fiz o cursinho um me um ano, aí eu prestei vestibular, para minha felicidade eu entrei.

E lá fiquei, de

E é uma... é rapidinho, em em em trinta segundos eu finalizo. Que infelizmente né, materialmente falando, foi a grande eh infelicidade né da minha parte ter perdido o papai no dia vinte e dois de maio e três e eu vim a me formar exatamente no dia dez, no dia vinte e dois, perdão, no dia vinte e dois de setembro, inclusive até o mesmo dia, uma mera coincidência, no dia vinte e dois de setembro do mesmo ano. Infelizmente, eu não tive essa graça, essa felicidade de de poder, de alguma forma, me me ver Porque eu sei que é todo o prazer de um pai, né? Embora eu não sou casado, não tenho filho, mas eu tiro uma uma pelo meu irmão. Mas eu não tive essa felicidade de dar para ele, de dele me ver formado, né? Mas a vida continua, enfim, né? Mamãe está viva aí, eu estou com ela e coisas da vida, né? Isso é coisa que, infelizmente, todo mundo está está sujeito.
E nessa época assim de adolescência, de juventude, como era? Você tinha grupo de amigos?

Eh o que é que vocês faziam? Como era isso?
Hoje em dia é engraçado. O pessoal muito fala de balada, balada, balada, né na noite. Antigamente, não sei se é esse tipo de português que eu vou colocar, né? Não falava-se balada, né? E assim, bailinho, ia para cá, mas eu sempre fui muito caseiro. Para se rasgar bem o verbo assim, saía esporadicamente à noite, O papai estava em vida né, era completamente diferente. Estou falando de oitenta e três para cá, uma uma retrospectiva na minha vida, respondendo a sua pergunta. Então, o papai estava em vida, era tudo muito diferente. Né ia para a faculdade de carro, voltava de carro. O papai que pagava a faculdade, até então eu não trabalhava. Ajudava o meu irmão, nos despachantes, me dava uns troquinhos de vez em quando, me ajudou muito. Meu irmão me ajuda até hoje, meu irmão, né? E saia à noite. Saia à noite, tinha muita amizade durante o dia, como te falei, na na minha infância mesmo, na minha adolescência, né? Mas eu era sempre aguçado de querer fazer coisa diferente.
E o grupo de amigos era da rua?
Tinha da rua.
Era da
Não, tinha da tinha da rua, tinha da escola. Isso dependendo da da idade, né? dos sete aos Dez, fazendo em fazendo em em pedaços, né? Dos dez aos quinze, tipo dos quinze aos Você vai separando as coisas, né?

Não gosto nem de colocar a palavra criar, porque quem cria na natureza, como aquele filósofo no passado dizia, né na natureza nada se cria, tudo se transforma, e é um fato, já está tudo criado, já você inventa, refaz, não, você não cria nada, criar você tem que dar vida, é só o ser supremo que dá que dá a vida para a coisa. Eu sempre gostei de fazer coisa diferente. Você me pergunta, que coisa diferente? Eu não gosto de nada coisa que é de fábrica. Pô, mas tem um estudo para fazer um carro, tal, você... Não, eu respeito esse tipo de coisa, história como um todo. Mas eu sempre gostei de fuçar. Não é querer se exibir, ser diferente dos outros. Não, o português não é esse. É procurar em alguma coisa, inventar, bolar... Criar, não. Inventar, pegar um objeto, uma peça, sei lá o que for, fazer e fazer uma coisa que ninguém fez. Aí você fala, mas de onde que vem isso? Olha, não quero entrar no mérito espiritual, mas é coisa, acho que, de Deus mesmo, né? Porque é dom, né?

Sem querer me vangloriar Cada um tem a sua o seu dom, su sua atividade, né? Ela vem na hora, ela brota na Vou te falar, mas como que você faz? Não dá para explicar. Uma coisa assim acontece, você olha, puxa, vou fazer tal coisa, porque você viu, você testemunhou, né? A coisa ela brota na hora. Não é nada, não faço esquema, não faço plano, a coisa ela brota assim, daqui cinco segundos pode me vir alguma coisa na cabeça. Passa assim na na cabeça da gente, a gente já, na hora já faz um esboço qualquer, lembra? Se não dá para fazer na hora, no dia seguinte eu vou fazer, né? Sempre gostei de fazer coisa diferente. Sempre, sempre, sempre.
Desde a desde a juventude já vinha isso.
Desde moleque, vocês vão dar risada, tenho certeza. Eu era daqueles que ficava atrás da geladeira. Vou ter que levantar. Ficava na geladeira, nem que seja pouca coisa. A geladeira daqui atrás, tá? Meu pai falava assim, você não vai me fazer mais isso aqui, se não vou te pegar no pé e tal. Você ficava com o giz de cera, riscando a geladeira atrás. Meu pai me dando o bronca e eu desenhando atrás da geladeira. Brincadeira, né? Só para vocês terem esse tipo de de ideia. Eu sempre gostei de fuçar. Sempre, sempre gostei de fuçar.
E na tua juventude, nessa época do dos amigos, dos grupinhos, vocês praticavam esporte?
Bastante, jogava tanto na escola, né nada a nível profissional, mas sempre jogava bola, basquete, quando podia, né natação. Sempre pratiquei esporte e, fundamentalmente, bicicleta. Daqui a pouco eu vou se aprofundar demais da conta, sempre bicicleta. Já tive carro, já tive moto, de uns tempos para cá não não tenho mais carro. Aboli literalmente o carro Respeito quem assim tem, mas eu a aboli o carro. Carro e moto, só bicicleta. Sempre andei de bicicleta. Sempre, sempre, sempre.
Você lembra como era <coughs> a moda nessa época? Como como as pessoas se vestiam?
Ah, mais ou menos. Ah ah usava Na minha época, usava-se muito xadrez, bermuda, né?

Camisetinha curta, né? Eu tenho alguma coisa de foto para poder testemunhar isso tudo.
E você quer contar alguma coisa para a gente, assim, teve namorada, primeira namorada, como é que foi?
Não, quando eu perdi o papai, isso em E três eu tive uma namorada em oitenta e cinco. Fiquei com ela aproximadamente quatro, ou cinco anos, mas ainda não deu certo. <coughs> isso De oitenta a noventa mais ou menos, né? Namorei sério mesmo. Mas depois não deu certo e cada um foi para o seu Ela casou, está muito bem casada, tem filhos e. Esporadicamente tenho contato com ela, de devido ao respeito né recíproco. Né não teve mágoa nenhuma, em absoluto, somos amigos. Mas de lá para cá, me dediquei mais a minha vida à minha mãe mesmo.
E quando você escolheu o curso da FAAP né Isso, O que é que motivou você a escolher esse curso?
Olha, tanto de influência das pessoas em casa, dos Na sua casa uma pressão Dos amigos... Não, não digo uma pressão. Papai sempre falava, você fica na sua liberdade, né? De querer fazer. Eu falava, pai, estava em vida ainda, né? me lá na faculdade e tal. Eu falei, eu vou fazer artes plásticas, né? E ele já sabia do do que se tratava, né? Não sei se por ventura dentro do íntimo dele, queria que eu fosse engenheiro ou civil, ou como eu tenho primos que se formou, ou mesmo arquiteto, olhando mais o campo dele, entre aspas, né? Mas ele ficou com o tempo, faz o que você está na sua liberdade. E eu prestei, fiz a fa o o Fiz o vestibular e, para a minha grande felicidade, grande felicidade, eu entrei na faculdade. Nossa, ficou uma alegria que... Enfim, né? E aí comecei, né? Mas foi por foi por minha livre e espontânea vontade. Não foi pressão. Acho que foi uma coisa automática, né? Não não deveria ter ido num outro ramo, né? Ciências humanas, né no caso.
Quais eram as tuas expectativas, assim, em relação à
Olha, é enorme, porque é a velha história. Todo mundo falava, você não vai entrar numa faculdade para você ser artista, né? Porque todo mundo me falava, você é artista, você é Assim me denominam que são, né?

A faculdade a me acabou de me alimentar desse tipo de coisa, porque me deu muita bagagem para termos de de desenho. pintura, materiais. Então eu já descobri muitas outras coisas. Foi de uma valia extremamente grande a faculdade. Não que eu tenha saído de lá, eu acho que, não estou querendo fazer uma apologia, nada disso aqui, né mas eu acredito que ninguém entra para sair artista de uma faculdade. Você vai se formar engenheiro? Você vai sair então de uma faculdade engenheiro, você vai fazer uma faculdade de engenharia. Você vai fazer Você vai sair um médico. Você entra <coughs> em uma faculdade de artes plásticas? Você vai ser um um artista. Não, você vai sair um professor. Tanto é que, inclusive, no dia de ontem, né foi o dia do professor. Eu sou professor, embora não leciono. Você me pergunta, mas qual a sua profissão? A minha profissão é professor, embora não leciono. Embora tenha feito faculdade de artes plásticas, então eu acredito que sou um artista plástico. Mas o meu diploma, inclusive, não tenho aqui para mostrar em mãos. Mas o meu a minha profissão literalmente é professor. Me formei como professor, porque é licenciatura em educação artística. Não se forma, não se forma no Brasil, até estranho falar isso, não quero que ninguém me processa, por favor. Não se forma artista plástico no Brasil. Não estou querendo fazer nenhuma apologia, vou repetir de novo. Não se forma artista artista plástico no Brasil, se forma-se professor de educação artística. O ar o artista plástico é dado como nome, digamos, um entre aspas, pseudônimo. Mas ele é um artista plástico, porque ele faz faculdade de artes plásticas, educação artística.
E aí o campo era era vasto?
Extremamente vasto. Aí vai para a pintura, desenho, música, dança, teatro. Nossa, abre um leque enorme, enorme.
E aí você começou a trabalhar só depois que você saiu da faculdade?

Eu trabalhei sempre, nada visando a parte financeira <coughs> Né aí depois que a coisa começou a evoluir, i isso dos meus dezoito para frente. Aí perdi o papai, e tal aí comecei a trabalhar em pintura. Já saindo da faculdade, né? Cheguei a fazer tela, fazer exposições, trabalho com pintura comum. Pintura até, o nome é até estranho, mas é pintura ordinária, né? dá o nome, pintura comum. Um portão de... Vivo também disso, né? Trabalho com pintura, pátria, dê ká pê... E essas coisas todas.
E aí, como foi desenvolvendo esse teu trabalho? Conta para gente.
É, eu comecei a pintar. E a melhor coisa que tem, só tem por experiência própria. Pode ter internet, ter revista, ter... Mas é o que todo mundo diz. Quando eu falo todo mundo, é de zero a dez, nove pessoas. É o famoso de boca a boca. Você trabalhando direitinho, como o meu falecido pai sempre falava isso. Você trabalha direitinho, faz com que fosse para você, faz com amor a coisa, que a coisa mais tarde ela vai ela vai te dar retorno. E é um fato. Você trabalha direitinho, faz serviço bonito, seja de pintura, seja de que ramo for. Pessoal vai na sua casa, pô, que bacana, quem fez?

Você tem o telefone dele?

Começa a indicar. Tem uma hora que eu estou agindo na. Você tem que, infelizmente, não dá tempo de você fazer todo o servi, porque vai o famoso indicação. Isso acredito que, independente do do ramo de atividade que você tem, a não ser que você está em uma empresa. Estou falando como autônomo que sou. Melhor coisa que tem é de boca em boca. Mas isso é com o tempo, né? Tudo tem um momento certo, a pessoa certa, enfim. Mas o de boca em boca, no meu entender, é a melhor coisa no mundo que existe. Respeitando a revista, o jornal, os meios de comunicação que tem.
Você montou uma oficina na sua casa?

Ali é o ali é oficina, é ateliê, é garagem, é tudo que você possa Tem tanta tranqueira que você não tem Quarenta e um anos guardando coisa. Eu vou em ferro velho, eu sou apaixonado. Não digo fanático, né? Eu sou apaixonado por ferro velho. Eu vou no Ferro Velho e vejo cada coisa que o pessoal joga fora. Não é que não me entra na cabeça. O pessoal joga fora por êne motivos, né? Mas é uma cultura tão grande no Ferro Velho que você não tem ideia. É um museu ambulante. O pessoal fala, mas é tudo coisa que que não presta.

Eu já não vejo assim. não é. Não. Eu te provo que não é. sem sem me vangloriar de novo. Pego peça, coisas que você nem vai mais... o que é que você vai fazer com isso? Você me dá uns três dias. Quando eu acabo de montar aquela coisa e monto uma bicicleta, já nesse ramo, né? Você fala, não, é possí não é possível Você testemunha, você falou que não valia nada aquilo. Então eu pego uma coisa que ninguém dá mais valor para nada, né eu... Soldo, pinto, faço o que tenho que fazer e faço uma bicicleta. E outras coisas também, mas nos últimos anos, bicicleta. Eu aproveito tudo, desde que seja uma coisa deteriorada, podre, cheira, enfim, né? Mas coisa fixa, sólida, em se tratando de ferro, que só trabalho com ferro. Eu transformo em uma bicicleta. E outras coisas também, né? Mas basicamente, aprofundando mais nos últimos anos de vida, né? Sempre bicicleta.
E como foi essa evolução assim? Como que você foi passando? Você começou pintando. Pintando o quê que você começou?
Comecei pintando, pintando não, desenhando, né?

Desenhando. Desenhando em casa, sempre desenhei. Não sei como é que eu estou dando entrevista para os dois aqui com uma coisa na mão. Eu sou apaixonado por desenho. Tenho um relativa facilidade de desenhar, né? Inclusive, na faculdade eu tinha esse teste de aptidão, que foi o que me valeu muito. para poder ver essa pessoa se tem condições, como como no psicotécnico né, para poder fazer o exame de de profissional. E eu tive uma facilidade muito grande de fazer esse teste de aptidão. Eu acredito que isso que me levou a poder entrar na faculdade né. Mas respondendo a tua pergunta, sempre desenhei. Fazendo desenho, desenho, desenho. Só que o desenho vai criando idade e tal, com a bagagem que eu já tinha. Não ficou só no papel.
Aí vai para a pintura,
É, aí que estava. Eu fazia um pouco de xilogravura, <coughs> gravura em madeira, né? Fazia li litogravura também em pedra. Aí passei para para escultura. Na faculdade eu dei monitoria para dois professores meus. Inclusive um deles era presidente da FAAP até, então, né?

E ali também eu aprendi muita coisa. Ali a a coisa começou a evoluir, respondendo a tua pergunta ainda, a coisa começou a evoluir de uma tal forma que eu não só fiquei nisso. Aí eu fiz cheguei a fazer exposição, parti para quadro. É que o ramo abre tanto esse leque que eu me aprofundei mais em tinta. Quando você fala tinta como? Tinta, casa, parede, dê. Pintura de aerografia com aerógrafo né, não é pichação. Fazer desenho é uma coisa quase que si similar, uma coisa com a outra. Mas com serviço de aerografia, que eu também ma me aprofundei bastante.
Explica para a gente o que é Curso Aerografia.
Aerografia é uma tipo de uma pistolinha de pintar carro, só em em vez dela ser grande, o pessoal pinta áreas grandes, é uma... Não sei o que posso falar né. Pistolinha é uma coisa bem pequena. Ela é minúscula.

A agulha tanto é de zero cinco que praticamente você vai, por incrível que pareça, é da da espessura de um fio de cabelo. Você trabalha com uma máscara né, que essa é a verdadeira aerografia. Ou aerografia livre, que o pessoal faz hoje em dia na rua, né? Trabalha com aerógrafo, com a ponta mais grossa, e vai aerografando e vai fazendo pintura na parede. Ou até em tubo de spray, que você usa, né? Aí já é um, digamos que é que é um spray gigante. Mas o airbrush mesmo, que é a palavra que vem do inglês né, é uma pistolinha pequenininha de tinta que você trabalha com o compressor. O compressor empurra o ar na no bico da agulha, você aperta. Tanto tem de de duplo estágio como um um estágio só. Então você pega e segura e va vai desenhando. Ou à mão livre, primeiro faz um pequeno esboço e você vai pintando em cima de qualquer coisa. Seja tanque de moto, capacete, roupa. Cortina, parede, chão, qualquer coisa. Depende da tinta que você coloca, né? Sempre fazer o de desenho. Pinto a bicicleta. Mesmo a pistola sendo pequena, pequenos detalhes na bicicleta, eu faço com aerógrafo. Faço a máscara, pinta, puxa. Tenho todo um processo.
E aí você começou a pintar, eu vi lá no seu álbum, você fez fachadas, Fachadas você fez capacetes, Isso você fez peças para para festa infantil.
Isso, decoração de festa infantil também.
E aí, como foi isso e como isso foi evoluindo até chegar na bicicleta?
Pois é que tá, eu tive um excelente professor, embora não falando inglês, né?

E eu aprendi muito com ele, isso em mural. Né agora que está vindo essa coisa de modismo tal, mas isso já vem da Inglaterra ó já há muito tempo. Acredito que tenha nascido lá, que é um país bem antigo. E eu tive uma experiência muito grande com ele. Ele foi meu professor na faculdade. Aí que a coisa me aguçou mesmo, porque eu sempre desenhava. Voltando ao filme, há dez minutos atrás, desenhava, desenhava, desenhava, mas pegando idade, entrei na faculdade e falei, Eu vou ficar só no papel? Vou pôr na parede isso daqui, né? Aquela parte que eu lhe mostrei, oitenta por cento é parede. E a grande facilidade que tenho é vir você me mostrar um desenho, seja ele o tamanho que for, o grau de dificuldade que for.

de gravura, seja lá do que for, você me dê um desenho. Eu pego esse desenho dentro de uma determinada área que você quer que eu faça, se é possível ou não, seguindo as proporções e tal. Você me mostra um desenho e esse desenho eu coloco em qualquer outro lugar que você queira. Seja na parede, nu numa moto, numa numa cortina, numa roupa, em qualquer outro lugar, usando a tinta certa, apropriada, né? Ah A facilidade que tenho, tanto é de desenhar de a a mão livre, como pegar uma cópia, digamos assim e pegar essa cópia e reproduzir em outro lugar. na parede, ou em tamanho grande, uma coisa pequenininha assim, inclusive você vai ver no meu álbum, uma foto pequenininha de uma figurinha, se você quer que coloque numa parede em ponto grande, desse tamanho, eu te coloco, amplio, quadriculo, tal, pego e pinto. Durante muito tempo eu vivi nesse tipo de ramo, mas fazendo pintura também, comum. Mas o meu forte mesmo, a minha paixão, se você perguntar até hoje, ainda está nas minhas raízes lá. Primeiro a bicicleta, <coughs> sempre foi a bicicleta, né? E também, paralelamente, fazer desenho em parede. São as minhas duas grandes paixões, embora faça escultura também, êne coisas. Mas as minhas duas grandes paixões são as pinturas que faço em parede e bicicleta. Totalmente diferente, totalmente Artística Tem alguma coisa que você gosta mais de pintar?

Tudo. Independente do grau de dificuldade. Se dá na minha mão, eu
E como você chegou nessas bicicletas especiais?
Olha, é o que eu sempre falo nas minhas entrevistas. Eu vi um filme do Peter Fonda, né? Do Easy Rider. Tem aquela Capitão América, é famosíssima. Todo americano roxo conhece. Eu achei interessante. A bicicleta não perdeu a moto. No estilo chopper e tal, né? Fiquei pensando, poxa vida, não tenho condições para ter uma moto dessa, né? Aí me deu um estalo na cabeça, eu falei, mas se eu tirar o o motor, quer dizer, tirar assim, é uma bicicleta, porque se eu tirar, é só colocar pé de vela e tal, se você pedala, mas noventa por do que está moto é Está ali né eu falei, vamos fazer um.

Que é o quadro da da Calói, e comecei a batalhar, só que só fiquei num cano, no começo não tinha recurso nenhum, né? Fui soldando aqui, soldando ali e tal, demorei para fazer, Aí fiz essa primeira. Isso há uns dezoito anos, mais ou menos. Fiz ela em noventa. Acho que se não me falto a memória, acho que em noventa. Isso é quase dezessete, dezoito anos atrás. Tudo começou com ela, <coughs> ter respondido a tua pergunta. E dali a coisa engatilhou. Fiz a bicicleta, gostei, andei com ela na rua. O nosso sucesso foi que, não porque era uma oba-prima, sobre roda, não. Uma bicicleta diferente, maluca né, que ninguém tinha. Aí comecei a andar, daí passou um tempo, né muitos anos, comecei a andar com ela. aí de uns dez anos para cá, quer dizer eu fiquei uns oito anos com ela, só. Só ela andando, para lá para cá né tinha bem menos idade. Comecei a andar, andar, andar, continuei fazendo minhas pinturas. Tal só que não queria ficar naquela. A coisa vai evoluindo, de tanto pintar parede, vai aqui, vai ali. Eu sempre com aquela falei, peraí, vou vou eu estou andando, andando pegando sempre coisa em ferro velho, fazendo minhas esculturas que eu tenho em casa e tal. Aí peguei e liguei a escultura, né que eu sempre fazia, vi a bicicleta, e falei, por que não fazer uma escultura sobre roda né? Ah A temática da coisa foi essa, por que é que eu não faço uma escultura sobre roda? Aí comecei a fazer outras. Outras assim, a segunda, a terceira, a quarta. Aí quando eu tinha umas, digamos que oito vai, de oito a dez, Aí o meu sobrinho, né inclusive era menino ainda, quinze anos, estava na sua adolescência, começou a me colocar fogo. Isso há uns dez anos atrás. Começou a me começou a colocar fogo. Colocar fogo como? Falou, tio, porque você não desova, porque você não faz dinheiro, né come começa a vender? E eu, atrás dele né, peguei e comecei a fazer. Fazer, fazer, fazer, fazer. Só que a coisa evoluiu de uma tal forma que hoje, já, nesse exato momento né, eu tenho comigo Você vê como a coisa evoluiu de de lá para cá. Esporadicamente, eu vendi para alguém a bicicleta. Eu não vendi muita Você me perguntar quantas bicicletas você já vendeu né. Eu prefiro nem responder. Prefiro deixar ser grande profissional né, mesmo na parte fi financeira. Mas sempre trabalhei com bicicleta. Sempre trabalhei com bicicleta. E o que mais me deixa também interessante é esse tipo de coisa. Me dá uma um prazer enorme fazer. E eu não me considero um um colecionador. Colecionador, ele tem que estu, quer dizer, precisa estudar, evidentemente, né? Não copio de ninguém, com exceção de uma única bicicleta que eu fiz, que tem essa roda bem grande na frente, aquela rodinha pequenininha, que é do Pierre mi mi Michaud eh mil sessenta e cinco Foi a única ideia, entre aspas, que eu peguei dele e tentei fazer uma cópia. As outras que eu tenho, tudo é minha cabeça. Literalmente, eu não peguei em revista, ah aquela, não, aque aquela nada. Mas me começou a primeira, essa, tá? A coisa começou a aguçar, agora que eu vou te responder. Fiquei dez minutos só te enrolando. Te respondendo, eu fui no ferro velho, e acredite, o ferro velho é aquela tranqueira, tá? É coisa aqui, coisa ali, é ferro, madeira, é plástico, é tudo, não tem coisa, vidro, enfim. Vou todo sujo, enfim. Eu vi uma cama, literalmente uma cama de de ferro, né? um retângulo, e uma roda de bicicleta, acidentemente, ela estava exatamente nos noventa graus da roda, tá nos noventa graus, noventa graus é uma coisa assim, né? A roda estava mais ou menos exatamente assim ó, ela jogada no chão. Eu bati o olho, eu falei, cinquenta por cento Só de eu olhar. Eu já bati o olho e falei, ah ah olha a bicicleta.

Falou, onde que você está vendo bicicleta aqui, cara? Falei, olha, eu vou fazer uma bicicleta. Peguei a cama, fiz a o quadro que é quadrado, peguei, pô, mas para que fazer só o quadro? Eu vou fazer também o guidão quadrado, né? O garfo quadrado, evidentemente, a roda que não. Mas fiz ela redonda, com com desenho quadrado. Não sei se vai ser possível mostrar isso em em foto. E saí com ela na rua. Essa, então, aí chutou o pau da barraca. Aí que a coisa eclodiu de uma tal forma que eu tinha um primo que trabalhava numa determinada emissora de televisão. Quando ele me viu, aí que ele ficou sabendo que eu fazia bicicleta. Nós nos encontramos Né por que você não põe na na televisão esse tipo de esse tipo de trabalho que você faz? Mas aí é complicado, eu falei, né? O risco que você pode correr né, o lado bom é que você vai ser conhecido, tal, enfim, pega fama, nome, enfim. vai ficar rico da noite para o dia. Estamos falando aqui da parte financeira. É que você vai ter contato com muita gente, vai mostrar o seu trabalho, você vai divulgar, e isso é interessante. Isso é história. Não, até aí eu até concordo com você. Você tem contato?

Aí pegou, falou com a pessoa, tal a pessoa me ligou. Ainda estou te respondendo aquela coisa da bicicleta. Como que ela evoluiu? Evolui dessa forma, a pessoa me ligou, emissora de televisão, e falou, olha, o risco que você corre é você mostrar a tua a as suas, no caso, que eu tinha bastante já. E o pessoal, de repente, queria fazer cópia das suas das suas bicicletas. Você pode tentar patentear, a tua bicicleta aí tudo bem, né? Eu patenteei algumas. Não me pergunta quantas, mas a algumas eu patentei, porque é caro, não não é uma coisa barata. Algumas elas estão patenteadas, né? E de lá para cá é que a coisa realmente, agora que eu estou te respondendo, aí que a coisa eclodiu de vez. De vez mesmo, que daí não parou. São várias emissoras de televisão que já me pegou, já saí em revista, já fiz comercial de televisão, já fiz pe bicicleta personalizada, tanto para a pessoa, não digo de fama, mas para a pessoa que está mais está mais na mídia, né? Já fiz para para ginástica, academia de ginástica um a um amigo meu. Já fiz personalizada para agência de evento cultural, fábrica de plástico. Já fiz bastante bicicleta personalizada. E aí a coisa está evoluindo de uma tal forma que, para o meu assombro né... Ficou famoso. Eu não sei se fiquei famoso. O pessoal começa a vir atrás da gente, porque é uma coisa até que natural. Um repórter vai atrás do outro, como os senhores aqui, nessa entrevista. Puxa, é a minha idade.

Eh e você não foi professor também?
Fui professor. Na verdade, eu era professor, mas suplente, né?

Mas eu lecionei muito pouco tempo, dando aula de educação artística, para primeiro grau. Gosto

Você tem que ter paciência. Fundamentalmente ter paciência. Se você me pergunta tenho paciência, e muita. E muita. Então Você tem que ter. Não sou daqueles que trabalham olhando para o relógio. Por incrível que pareça, respondendo a amiga aqui, onde é que você trabalha?

Acredite, eu não tenho relógio dentro da minha oficina. Se eu trabalhar assim, olhando para o relógio, o serviço literalmente não sai. Inclusive inclu só que eu tenho prazo para poder entregar para tal pessoa. Né tal dia eu te entrego. Cinco dias, dez dias. Mas ficar olhando por causa do relógio é complicado, não dá. Minha cabeça fica só aonde eu estou. Eu me apago. Você perde Você perde a noção perde a noção de fome, de espaço, de... É eu e o trabalho e mais nada. Tem que ser assim, né? Não para para comer? Para, minha mãe fica no pé. Vem comer, vem comer, vem comer. Ela pega pelo braço, pega e

Você perde a noção Você lembra de alguma coisa que aconteceu Da classe Ah tem
né? Tanto como de professor, de brincar né com os alunos, né? De fazer desenho, esse tipo de coisa, né? Ficava lá atrás, o aluno ia na frente da aula, desenhava. Não, tem muita coisa.
Conta para gente, Tem muita coisa, Os inusitados.
Ah, inusitado é quando você está desenhando, né? Está desenhando, está sempre aquela brincadeira, né? Quem que não fez, né? Pega o giz e pá, na lousa, né? Pá na lousa né, fazia um desenho para o pessoal, os meus alunos né faziam determinada matéria que eu passei para eles. Estou lá de costas, né? Pá, pá, pá, pá, pega e pá, né? O giz pega e bate e cai. O giz batia em determinado lugar, naquele ponto, eu ignorava. Pegava aquele pontinho que deu, fazia tipo de um olho, continuava o trabalho e tal, né? Os alunos ficavam quietos. Pegava e pá de novo, né? Cai de novo, pegava outro em outro lugar, pegava e pá, pá, pá, desenhava, né? Só para te responder a tua pergunta. Depois de umas três, quatro, você já calculava, mas né no mesmo tempo que dava... Quando a pessoa... Você calcula, né? Daqui xis segundos a pesso o a criança, no caso, eu trabalhava dos oito aos catorze anos, por aí, né? Quando a pessoa ia jogar, eu olhava para trás. Eu pegava o aluno com a coisa na mão e falei, vem cá, agora você desenha. Mas foi uma ba um uma uma palhaçada E quantas outras coisas, né? Pegava ela com a boca na botija. Falei, foi você que me jogou? Não, foi O que você está fazendo com a mão levantada? A pessoa ficava sem graça, né? Fazia pegar, mas numa boa. Aí ia na aluna e falava, agora você desenha, eu vou ficar sentado aqui. E muitas outras coisas, né? Eu sempre fui muito de brincar, abrindo muito, respeitando, né? Sempre fui muito brincalhão, extrovertido, uma pessoa muito aberta.
E com as Você lembra de alguma coisa que já aconteceu? de jeito diferente Já
Não sei se você o olhou o Final desse dessa biografia que eu fiz, o que me deixa mais realmente eh alegre nesse tipo de coisa, eu deixo a parte financeira de lado, porque você precisa dela para poder sobreviver e tal, né? É a amizade que você faz, porque é uma bicicleta extremamente di diferente, tá? Chama atenção na rua, o pessoal dá risada. De determina não são todas, tá? Determinadas bicicletas que eu ando, repito de novo, não estou aqui para me vangloriar em nada, mas é um fato. Estou te respondendo a pergunta que você me fez. Eu não ando com a bicicleta. Você fala, como assim? Não ando com a bicicleta. Inclusive, sábado agora eu fui no espaço Vila Lobos, né? Eu fui com a mais maluca que eu tinha. Você não anda com a bicicleta. É andar, a molecada vem atrás e para. É como um carro totalmente, sabe, modificado. O pessoal para. Para e começa a fazer amizade, né? Pô, onde é que você faz?

Você faz uma para mim?

Pô, que legal. Não sei o que lá Isso é gratificante. Isso você cresce por Você não se vai e. Você cresce por dentro. Pô, você que faz a bicicleta, você é um colecionador?

Não porque colecionador tem uma história, bicicleta de fulano que fez, o ano mil novecentos e tanto, tem uma pecinha tal. Não sou colecionador. Quero deixar bem claro. Eu faço as minhas bicicletas. Fabrico, invento, crio, não. Eu faço as minhas, então a pessoa dá mais, pô, então você faz a bicicleta, pô, você tem uma fábrica, eu falo, não, eu tenho um espaço de cinco por quatro, você não acredita, esse espaço aqui, ó, não tem muito recurso, né, mas é a amizade que eu faço, eu estou te respondendo, o grande prazer da coisa é a amizade que eu faço, embora eu não vivo de amizade, tá, tem minha conta de juros para pagar e tal, eu acho bonito, você não vendeu, estou te respondendo a pergunta. o que mais gostoso realmente é o é o prazer de você ter saído na rua depois, pessoas na rua, da risa criança, adulto, de alguma forma, acredite, tem experiência própria, você deixa as pessoas felizes, por incrível que pareça, isso é na grande totalidade, digamos que eu estou passando na rua, tem dez pessoas, sem nenhuma hipocrisia e nem demagogia, De dez, oito dá risada. Ou dando graça para mim achando que eu sou palhaço, seja lá o que for, eu até respeito. Cada um tem uma cultura diferente, né? Mas as pessoas ficam alegres quando olham. Acham diferente. Olha que louca aquela, parece uma girafa. Olha aquela comprida, tal, não sei o que lá, né? Às vezes para, me põe, vem cá, vem cá, me chama, eu pego e paro. Se eu estiver com condições de parar aí Faço uma amizade uma atrás da outra. Por causa de uma mera brincadeira, do ferro velho, que eu pego, faço uma bicicleta, é um meio de comunicação que eu tenho para poder fazer amizade com os outros. E de uma extrema valia. Não vendo a parte financeira. Embora tenha que viver também disso, né? Esse hobby está praticamente virando quase que uma profissão.
Ah eu tenho bastante E e qual primeira Não não
Foi foi isso há eu eu Quarenta Não, a primeira vez eu tive uns sete anos de idade. <coughs> Se eu te falar que eu tinha três, quatro, eu não tinha, não. Eu tenho a foto dela, inclusive. Devia ter uns sete, oito anos. Mas essa você ganhou do teu pai? Ganhei do papai. Ganhei do papai, nossa mas. Foi uma alegria que... Não tivesse ganhado o mundo, né? Caí.

E você falou assim, você não visa a parte financeira, mas você vive do seu trabalho. Vivo do meu trabalho. Então você continua assim, faz as bicicletas e, paralelamente, vai fazendo outras coisas?

Continuar com a pintura, Isso a pintura que... Isso.
Só que está deixando de ser um hobby. Eu comecei como hobby, que eu te falei que foi essa primeira que eu te falei, que foi Missy Wilder, quase vinte anos atrás. Tem um tempo, uns oito anos, aos dez para cá eu comecei a fazer.
Agora já está
Só que a coisa evoluída. Pois é. E meu sobrinho, eu eu falo colocar fogo, porque estou falando aqui meio na gíria. Meu sobrinho sempre me incentivando, que eu coloquei no português correto, meu sobrinho sempre me incentivando, meu irmão, enfim. Você precisa vender isso. A coisa está crescendo, não tem onde pôr. Minha mãe é uma santa. Você falou que vende Poucas, né? Vendo poucas Vendo poucas. E e o espaço que tenho, não não não estou querendo fazer uma... cabeça Eu falei que meu espaço era relativamente grande tá, mas a casa em si, que é quarto, sala, cozinha, banheiro, mas isso tudo eu não vou estar colocando bicicleta. Tem um quartinho lá no fundo, espaço reservado para poder colocar. Só que você imagina, onde é que eu vou colocar oitenta e duas bicicletas num espaço de cinco por quatro? Fica impossível. Então, até o presente momento, eu estou respeitando meu quarto. O quarto da minha mãe, o banheiro e a cozinha. Aí você me pergunta, e o resto? Tem bicicleta para tudo quanto é lugar. Na sala tem oito, no quartinho tem bicicleta, tem bicicleta, acreditem, acreditem, em cima do meu telhado. Tenho três bicicletas no meio do meu telhado. Só que elas ficam fixas, né? Tipo na minha escultura, quem passa na rua vê a minhas bicicletas. E não tem mais espaço para poder colocar. Aí minha mãe falou, tem que vender isso daí, tem que vender isso daí. Tinha um site, tirei o site, me deu muita dor de cabeça. Agora pretendo, eu tenho um e-mail para poder colocar minhas bicicletas, enfim, tenho blog, né? A coisa está evoluindo muito, então eu tenho que ter os meios de o pessoal me conhecer e ver as bicicletas, que está tudo lá no quartinho, ninguém vê, só amigos e tal, e fica só naquilo. Mas você faz exposições, não faz?

Faço E o que é que aconteceu? Pelo Sesc. Me deu muito problema, porque na verdade eu fui com muita sede ao pote. Não vou nem falar o nome aqui, tá? Não que eu vou ser processado, não é nada disso, embora eu tenha liberdade, mas eu vou respeitar. Fui a uma determinada emissora de televisão e eu não sabia disso, tá? Tinha mania de primeira viagem e não sabe esse tipo de coisa. Eu, muito ingênuo, não tenho vergonha de falar aqui, né? Fui dar meu telefone, eu já tinha o meu e-mail, meu site, né? A pessoa deu o nome, eu falava o e-mail dele, isso aqui, o site dele, tinha até então, era estava Aí no final do programa eu falei, pode dar meu telefone? Pode, né? Ficou meio assim, pode. Dei meu telefone. Teve o lado bom, eu tenho que admitir, né? Mas não foi brincadeira. O que teve de ligação em casa, me ligou gente do Brasil inteiro. Eu não tinha sossego. Perdi muitas encomendas, que a pessoa queria cinco, dez bicicletas no espa no espaço de uma semana. Só que não tinha estrutura. E eu não tinha computador. Você vê, perdão da palavra, a Eu não digo burrice, né? Volto a repetir. A minha ingenuidade no caso, porque não tinha computador. Então, como é que eu vou colocar o e-mail? Como é que eu vou pegar depois? Um amigo meu que ficou pegando para mim.

Entrou quase duas mil e quinhentas pessoas num único dia. Tive que abrir a banda, cara.

Teve gente da Argentina, da Inglaterra, do mundo inteiro. Esse programa que você foi, ele falou, tem gravação simultânea em quinze países. Você não está sabendo, ela falou A tua ficha vai começar a cair logo, logo. Você ficou conhecido demais, ele falou. Não digo fama. Muita, muita gente te conheceu. Isso há uns cinco anos atrás, quando eu tinha meu site.

É falou, é. Você não tem ideia, ele falou. Aí começou a me... Nossa, muita, aí eu não tive tempo. Porque eu não tenho se secretário eletrônica, minha mãe é dependente para tudo.

Meu pai é falecido, então era muita coisa para eu fazer. Era pagar conta, fazer desenho, fazer minhas bicicletas, sabe? Para cá e para lá, não não dava tempo. Foi que eu fiquei meio quietinho, assim, tal para vender, que não teve estrutura para... E fazendo reportagem, fazendo era muita, muita coisa para mim. Aí peguei dei um tempo, não não que eu sumi, né? Fiquei um pouco mais retirado, assim. Sempre os re os repórteres vindo atrás de mim, eu fazendo determinada matéria aqui e ali, como eu estou fazendo hoje com os senhores aqui. Mas eu fiquei um pouco meio... Meio afastado, assim, deixa ele ganhar dinheiro, vai, financeiramente falando, né? Porque eu fui com muita a sede ao pote. Eu admito que eu fiz a coisa errada, né? Se é que eu posso falar nesses termos. Dar um e-mail, um site, não tendo computador. Depender de outras pessoas. Mas essa pessoa me ajudou muito. Mas eu tenho que ter um computador, né? Agora, felizmen felizmente, já tenho. Por isso que eu vou ter um e-mail, um outro...
E as pessoas Outras formas né

Vende de vez em quando? De vez em quando
De vez em quando. Faz exposição, né?
até no Sesc. Sesc
Sempre Sesc.

Tem um convênio com eles, uma coisa
Não de Já expus no Sesc São Carlos e no Sesc Santos. Já fiz comercial de televisão também. Já fiz várias bicicletas personalizadas, né?

Pessoas mesmo, física como firma, esse tipo de coisa né. E
E você acha que que as pessoas deviam andar mais de bicicleta?
Sem dúvida.

Quando você era mais jovem, era melhor? Tinha menos carro, dava
O perigo sempre corre, você sempre corre, tanto de bicicleta, de carro, o que tiver que acontecer, acontece, enfim. Mas eu penso assim, não sei se estou errado né, a probabilidade de você ser atropelado com uma bicicleta né, ou de carro, ou de moto, por incrível que pareça, isso no meu ponto de vista, tá respeito quem assim não não bater comigo, para mim é bem menor. Você é de bicicleta, que de moto, de carro. Você fala, ah, não, não, eu até respeito, mas para mim é. Embora você caia, machucou, tal, de carro e moto, é. Para mim, respeito, já tive carro, tá? Moto, enfim, né? Carro e moto, para mim, é arma. Embora eu respeite quem assim tenha. Você não vai pegar uma arma e vai falar, não, ah ah ah entre aspas, tá? É uma arma, acredite ou não, uma bicicleta, não. Você fala que é, não, não é. Você matar alguém com uma bicicleta é... Você vê as pesquisas, é uma coisa... É um bilhão, é muito difícil. A não ser que você caia, mas é difícil. É muito difícil. Porque não tem motor, não corre. Enfim, né depende de que está conduzindo. Eu aderi a cem vírgula um por cento de bicicleta. Eu estou há muito tempo sem carro. E às vezes me faz falta, tenho que admitir, né? Meu irmão quando me ajuda, vamos para o mercado, eu vou aqui, preciso ir para um lugar. Meu irmão viajava de ônibus, enfim. Tenho que admitir que às vezes, em determinados momentos, a pessoa precisa no trabalho de ter um Eu não sou nada contra, mas eu incentivo a usar bicicleta demais. No Brasil é, não falando mal do nosso querido político, né? É um crime é um crime não ter uma ciclovia, como em outros países, não digo civilizados, de primeiro mundo. Infelizmente, o Brasil não é pa país de primeiro mundo. Amo o meu país, mas não é. É o português aberto. Estou querendo ser hipócrita aqui. Nosso país, infelizmente, infelizmente não é um país de primeiro mundo. Devido à cultura, de quinhentos anos, enfim, êne fatores. Mas os nossos governantes deveriam olhar um pouquinho mais carinho para a bicicleta né, porque... Pessoal da classe, digamos, pobre mesmo, né?

É um exemplo. É um exemplo a bicicleta, né? Não polui, não faz barulho, é bom para a saúde. O chato da bicicleta, o chato. Você falou tão bem da bicicleta, agora você né vai ma matar aqui.

No meu entender, <coughs> o chato da bicicleta, eu só vejo dois pontos. É lógico, a pessoa não tendo saúde, enfim, né? Dois pontos negativos que eu vejo na bicicleta é o seguinte.

que isso é uma coisa tipo chata mesmo, né? E tipo uma subida. estar boa, pessoa boa de saúde, mas a partir, no meu entender, chato mesmo, uma subida extremamente íngreme, muito tempo, né?

Agora, distância, como? Nossa, aí é... Poder viajar com amigos, então, é inenável. Só se sentindo... É prazeroso você fazer uma viagem de bicicleta, andando, você tem êne problemas, êne, fura pneu, vai para cá, pode chover, mas o que você ganha de vida é uma coisa inenarrável. Você vive, é como uma pessoa andando, mas de bicicleta você vai a qualquer outro lugar.
Você já foi para onde?
Na verdade eu não viajo muito, muito longe, né? Eu sempre vou voltar novamente, eu sou muito apegado a minha mãe, sou muito caseiro, sempre fui muito caseiro. Dificilmente, até fazia, quando o meu pai estava em vida, né? Viajava com os amigos e tal, mas de um tempo para cá é quase difícil eu poder estar saindo. Saio esporadicamente para ir em lugar perto e volto. Não fico dois, três dias, uma semana longe de jeito nenhum. Devido às circunstâncias, né? Mas sempre ando de bicicleta. Tanto é que vim aqui de bicicleta. Não vim de ônibus. Não gosto de andar de
Tem alguma viagem que te marcou?
Eu fiz uma para Santos. Papai estava em vida ainda. Fui com uma turma, né? Naquela foi... Nossa, dá para fazer um livro.
Conta conta para a
O que aconteceu é coisa que você não acredita. Nós fomos para a Estrada Velha de Santos, né? Eu, na minha fraca ingenuidade, pensei que o breque comum ela segurava, né? Não segurava nada. Chegou no meio da sé, a sapatinha grudou no aro, né? Não dava para brecar mais. O que tinha que fazer? Vocês querem dar risada? Peguei toco, toco, toco no meio do mato, para amarrar a bicicleta atrás para ela poder ir brecando, porque literalmente descida, você não tem como você colocar o pé no meio da roda que literalmente te ra te ra te rasga a perna. Tive que colocar um toco atrás da bicicleta Outros não, a bicicleta estava melhor e tal, né eu não sabia. marinheiro de primeira viagem, coloquei um toco atrás da bicicleta para poder ir segurando ela e brecando e tal, né? E comendo, bebendo. Chegamos lá, fomos na Nossa, foi extremamente... Essa foi uma das que mais me marcou. Papai em Vida, né? Completamente diferente. Fui com amigos, amigos maiúsculo, não colegas que esporadicamente... Não, conhecia até então, né?

Foi uma turma pequena, mas, nossa, me Pena que eu não tirei foto. Pena que eu não tirei foto. Para testemunhar é complicado, né? Mas fi mas ficou na mi na minha memória, né? E pequenas, né? Pequenas, longe assim. Foi a mais longe que eu fiz. Nada de sair para ir em outro estado, nada disso. Coisa de cem quilômetros, no máximo.

E quando seu pai faleceu, mudou bastante a sua vida?

Não que o o o chão sumiu, né? Dos meus pés, mas mudou bastante. Minha vida era assim, ela virou de cabeça para baixo.
Tudo

Mesmo financeiramente, né? Sempre trabalhei, né? Mas muda, né?

Não sabe nem o que... Por onde começar a sair, o que fazer. É só quem passa mesmo. Até, até que é meio meio complicado.

Que ano que foi? Foi em oitenta e três

e três Tinha vinte e quatro anos e até Eu convivi até então com meu pai durante vinte e quatro anos, né? Pelas circunstâncias da vida ele nos deixou. E eu estou com a minha mãe há quarenta e oito, exatamente o dobro. Quer dizer, né? Isso não significa mais que eu gosto da mamãe do que do papai, não. Em absoluto, né? O amor de pai e mãe é insubstituível. Mas eu estou com a mamãe o dobro do tempo que eu fiquei com meu pai.

e oito e eu sou extremamente apegado a ela, né?

Ela tudo, né? Vou para cá, vou para lá, faço o que tenho que fazer, trabalho em casa. Trabalhei só dois anos registrado em firma, dando aula né de artesanato, pintura, desenho, batique, pulverização, decoração de festa, depois me roubaram o carro, aí tive que ficar sem carro, tive que largar a decoração de festa, continuei com pintura, mas sempre fazendo pintura, desenho, escultura, voltando para o para o dom, entre aspas, que eu sempre tive, né? Sempre com tinta, escultura, desenho, sempre olhando esse lado. Sempre, sempre. Sempre inventando, criando, fuçando. Minha casa parece um museu. Você não tem... Bom, quarenta e um anos, né? A garagem, você entra, acredite, não tem um espaço de tipo cinquentaanta por cinquenta na parede.

Não, não não você não vai pôr o quadro. Você não vai pôr no teto. Está entupitado de coisa. De ferro, de coisas que eu ganho de amigos, que eu vou colocando. É um verdadeiro museu a minha casa. Lá no fundo. Respeitando os meus dois quartos, banheiro, sala. Mas a sala também parece um showroom. Você entra entra de cara já vê um monte de bicicleta pendurada. De corrente, de pó, de madeira, de tudo quanto é jeito. Escultura pequenininha de ferro.

Teve alguma vez que que ela te ajudou mesmo assim com isso tudo? Ajuda por

Que pareça, ela ajuda. Segurar a bicicleta, falo para ela fechar o olho. Ah

Teve que aprender, né? É. Falei, ô mãe, o que é vem aqui estou não está dando para soldar. Ela pega e vem, para a a comidinha dela, tal né pega e
Ajuda
Não, soldar não digo né porque ela tem tem uma certa idade, terceira idade né fez setenta e nove a semana passada e ela me ajuda sim, me ajuda bastante só só pelo simples fato né e enorme fato de poder guardar as bicicletas em casa, para mim é eu não falo que ela é mãe ela é uma santa mãe né, ela não é desse mundo literalmente ela não é desse mundo ela é literalmente uma santa humildade bateu ali e ficou cem por cento nela ajuda muito
E, assim, ao longo desse tempo, hã na tua profissão, o que é que foi mudando com o tempo? O que é que permaneceu sempre igual e o que é que mudou? Assim, material mudou?
Material, na verdade, não mudou muito, não. Vou te falar que mudou, porque não mudou. Sempre uma vida modesta, simples, paguei os meus impostos, não devia nada para ninguém. Não tenho grandes ambições, sabe? Viagem, carro, coisa de... Não tenho. Também não sou indiferente, né luto. Todo brasileiro luta, né? Como diz na o pessoal da brasileira, não desisto nunca, né? Estou sempre batalhando aqui, batalhando ali, pagando minhas continhas.

Indo para a parte mais psicológica da coisa, né? Você me perguntou, o que é que mais fica disso? Eu volto novamente às amizades que você tem. As pessoas que você tem contato, a cultura, a amizade. Como dizia o meu falecido pai, amizade não se compra se tem. Então você tem que adquirir com o tempo mesmo, se doando direitinho. Foi o que meu pai falou no come, trabalha direitinho, o pessoal vai te indicando de boca em bo, e é mesmo. A gente é novo, no começo fala, poxa, né, papai, não é bem assim. É, com o tempo você vai vendo que é é assim que a coisa funciona. Vai vendo, vai vai tendo nome, vai, né. A coisa começa a brotar, você vai plantando, as coisas vêm de devagarzinho, né?
E em relação ao material assim que você utiliza no seu trabalho?
Olha, caindo em bicicleta, tinta, enfim, né? Em termos de material, não o instrumento, a a ferramentaria que eu uso, né? Eu só trabalho com ferro, porque minha solda é elétrica, não é mig nem tig, né? Solda alumínio, porque não consigo virar. E não tenho calandra, não tenho corte, não tenho não tenho muito recurso não, tenho pouquíssimos recursos para poder trabalhar né. Tenho um espaço pequeno, uma esmerilhadeira, uma uma solda elétrica, um esmeril, uma uma bigorna, uma mesa, uma bancada, não tenho muito espaço né. Então eu vou no ferro velho, pego material, ferro e viro ele na medida que eu posso, invento, soldo, enfim né, vou fazendo.
E foram aparecendo assim novos tipos de materiais? De repente você pintava, eh sei lá, na parede com com um tipo de material e depois foram aparecendo outros materiais que você foi incorporando, alguma coisa assim?

Incorporando não, é só o tipo da tinta. Ou a base de água, esmalte, mas o desenho é sempre o mesmo. O material aplicado é sempre o mesmo. Em bicicleta que mudou um pouco, eu sempre fazia com cano. Cano de ttrês quartos, meia, três oitavos, enfim, né? maciço, oco, depois começaram a aparecer outros tipos de coisa, como você fala? Argola, porca, parafuso, outro tipo, não usando sempre ferro, só que não o cano, tá literalmente cano, cano, cano. cano cano de água comum, né? Eu parei de usar, quer dizer, parei não, ainda faço isso. Corto, dependendo de um ângulo, né? Mas eu faço com bola, com argola, parafuso, cheguei a fazer de madeira. Eu pego outros materiais. Um pedacinho, deve ter aproximadamente, vou usar aqui na minha cabeça, um eu tenho de quinhentos e quarenta e quatro porcas, ela pesa vinte e seis quilos a bicicleta. Fiquei quinze dias para fazer, inclusive a roda, o pedal, né? Eu tenho a foto dela. E tem umas que é de cavaquinho, que eu tenho um amigo que ele é serralheiro. E quando ele vê, ele literalmente joga fora, porque ele vende por peso. Então, se me dá para mim, eu compro o teu peso. E para ele, não tem ideia. Ele, ele não re recupera mais. Eu pego aquele canto de alumínio, aquele cantinho, que para ele não não tem utilidade nenhuma. Só que aquele cantinho é tipo cinco, seis quilos. Dá umas quinhentas peças daqui. Ele não tem como aproveitar aquilo. Então, eu estudei pedacinho por pedacinho. Fiz uma peça comprida, todo todo espinhudo. E fiz uma bicicleta, ela parece um cacto. Quem olha, fala, não é possível que você consegue fazer uma bicicleta. Eh Ela é toda cheia de pedacinho, eu tenho foto dessa bicicleta. Fiquei, não digo um mês, eu fiquei uns vinte dias para fazer essa bicicleta. Muita solda.
E de onde você teve a ideia de fazer as porcas? Num
Nesse mesmo ferro velho.

Falei, escuta velho, o que é que você está fazendo com esse monte de

Falei, você está brincando, né? Deveria ter umas trezentas porcas, mais ou já tem uns dez quilos de porca, e fez um preço bacana né por quilo, que é relativamente barato né, você pode comprar por porca, é caríssimo, um determinado tamanho, só que não deu para fazer só metade da bicicleta, aí eu consegui achar em outro lugar, paguei um pouco mais caro, aí que eu demorei uns quinze, vinte dias para fazer essa bicicleta, de porca, porque eu vi o material.

É, eu tenho que ir no ferro velho, ficar olhando, ficar contemplando, quando eu acho um determinado lugar, eu falo aquilo dá para fazer uma bicicleta. Não é o cano. São várias peças juntas, né, que eu pego e soldo, tiro a roda, tal, tal, tal, e faço uma bicicleta.
Você vai sempre com a bicicleta na cabeça, então você vai olhando para o mundo... Para o mundo inteiro aonde ah ah inclusive.
Inclusive agora, até chegar em casa, é uma meia hora. Se eu passar em dois, três ferros velhos, eu estou andando na rua, de repente me me bateu a ideia, chegando em casa, eu tendo tempo, eu já começo a Ela brota na hora. Você fala, você não faz um projeto bem preliminar, só para ter ideia e para poder depois lembrar. Quando eu estou na cama tal, dormindo, não me vem sono. Me vem mil coisas na cabeça. Me vem na na ideia e já pega no criado do mundo, faz um desenho e tal. Amanhã, se der, vou fazer essa bicicleta. Pe pega e vou dormir. Na hora, brota, já deixa no dia seguinte, já acorda e já manda bala.
E a inspiração vem de onde?
Ela brota. Não dá para explicar isso aí.

Mas tem uma explicação plausível?

Algumas é de observação e outras é de é de estalo.
Mais alguma coisa? Estou à História? Estou tranquilo. Alguma história da sua vida que você Já falei muito Você lembre sempre assim, que você goste de contar, que foi importante para você? Eh
De minha parte, acho que não. Acho que de tudo o que foi dito, estou tranquilo.

Olha, a lição é sempre ser humilde. Essa que é a grande verdade, né? Querer bem aos outros, não querer entrar aqui no mérito espiritual, né? Sempre poder fazer bem ao próximo e pagar suas contas direitinho, fazer sempre amizade com os outros, né? Bem bem resumidamente é isso, porque senão eu vou ficar tipo meia hora falando aqui e vai cair sempre nesse nessas duas, três coisas que eu lhe falei, né? E sempre direitinho, trabalhando direitinho ali, que a recompensa, com o tempo, acredito que, de alguma forma, assim já está sendo recompensada para mim. Vai falar, então já caiu a sua ficha? Você já está rico? Não não é colocar só no português, né? Que nem eu estou com os senhores aqui. Para mim é não é nem prazeroso, é até é até uma honra poder estar aqui, né? Sem mérito nenhum. É um privilégio poder estar aqui, dar entrevista para vocês, ganhando mais três amizades, né? Nosso amigo que está lá, lá no fundo também. Isso é o que fica. Para mim, isso é o que fica.
E como você se sentiu dando essa depoimento aqui para nós?
Bem tranquilo, bem à vontade. Espero ter agradecido de alguma forma né o meu tipo de trabalho e di divulgando esse tipo de coisa que eu faço, né? Alguém quiser me me procurar, já tem onde saber acessar, e independente de de como eu cobro, o que eu faço. Entrando no meu e-mail, eu dou todas as os meios aí para me descobrir e querer mostrar o meu trabalho, o que eu faço, mostrar para para São Paulo, para o Estado, para o para o mundo, e querer vender o meu trabalho. Como diz na gíria, desculpa o termo, tá? Vendeu o meu peixe, né? Essa é a grande verdade, né? Mas o que fica é a amizade. Acredite, como eu disse, que está na última folha que vocês que vocês podem ler aí. Realmente, o que fica é amizade. Isso não tem preço mesmo, é só quem passa que vai. Precisa de dinheiro para pagar as coisas, a gente sabe disso, mas dinh o o valor é da amizade é... Isso não tem dinheiro, não. Fiquei bem à vontade. Eu agradeço a oportunidade de vocês, tanto o amigo lá também que está. Mano obrigado pela oportunidade e é isso aí.

Eu também, da mesma forma. O seu depoimento Muito obrigado.